Oitenta e três. Eh, Boa tarde, para começar eu gostaria que você me dissesse o nome completo, local e data de nascimento.

Torelli é o nome do meu ex-marido. Estou casada ainda, mas separada. Nasci em Santos, eh, dia vinte e nove de setembro. Não importa o ano, né? E... Basta, né? Mas as pessoas onde eu moro me conhecem mais como Bebel, Bebel Torelli.
Qual é o nome dos seus pais e de seus avós?
Bom, a minha avó da parte do meu pai, eu não conheci. E meu pai muito menos, porque ele morreu, deixou da minha mãe, eu era muito pequenininha, minha mãe logo em seguida se casou com outro, que ficou com ele até quinze dias atrás, antes de ela morrer, né? Então, eu considero mais meu pai... O homem que viveu com a minha mãe.

E os avós de, paternais eu não conhecia.
E você sabe, eh sim, você falou que seus avós eram havaianos, você sabe por quê?
Meu avô, a minha avó baiana.
A tua avó baiana.

Você sabe quando que ele veio para o Brasil, Brasil, e por que que ele veio?
agora ele está morto, mas eu quando era pequena, até a idade de vinte anos, que ele morreu, eu era novinha. Ele vinha toda vez, ele vinha porque ele trabalhava em uma companhia de navegação, chamava Mormac Line. E ele vi viajava muito, mas ele estava sempre aqui.
Mas assim, você sabe Por que que ele veio para o Brasil?
Não, ele não veio. Ele veio depois de aposentado. Ele conheceu minha avó porque viajava muito, mas ele era cida cidadão americano. E mesmo depois de casado, tudo, ele continuou trabalhando, tudo, ele só veio viver definitivamente quando ele ficou aposentado, né?
E você não sabe em que época foi isso?
Ai, nem lembro. Eu fui embora do Brasil em Eu realmente... Meu avô já estava, já tinha morrido, eu acho. E você tem irmãos? Não, eu sou filha única e minha mãe adotou uma criança que deixaram na minha casa com dez dias de nascido. Quer dizer, é como se fosse meu irmão, mas para te dizer a verdade, eu não tenho muita relacionamento com ele, porque ele veio, minha mãe adotou esse menino, eu tinha o quê? Era adolescente, ela nem perguntou o que que isso poderia ter sido para mim psicologicamente ou não. Depois aí fiquei me afeicionando ao menino. Ódio não é uma discriminação, mas eu acho que até para adotar um filho, para colocar dentro de casa, precisa saber o que o teu filho de sangue acha, né? Se se pode criar problemas, não criar problemas, eu não sei. Depois aí tudo bem, e eu aceitei tudo, mas depois eu fui embora de casa e, na realidade, eu não é que considero ele meu irmão, porque com ele eu tive pouquíssima relação. Uhum. Eu falo o que eu sinto, hein? Eu estou dizendo a verdade. Não que eu não goste dele, trato ele super bem, tudo, quando eu venho, mas não tem aquele amor de irmão.
E você conviveu quanto tempo com ele?
Pouquíssimo. Quando ele era pequenininho. Depois eu fui embora de casa e eu via o meu irmão uma vez por ano. Quando via. Depois eu fiquei quase seis anos sem vir para cá. E quando eu voltei, que eu vim uma vez, ele já estava casado, com filho, tudo, mas ele vive em Santos, mas mesmo assim eu acho que vejo via mais a minha mãe e eu, que vive na Europa, do que ele que vive em Santos. Né. Quer dizer, aí você pode ter uma ideia. Não é que ele que ele é muito reconhecido por aquilo que foi a minha mãe e o meu pa padrinho com ele. Tá.
Me diz uma coisa, eh, Bel. Como é que ãh você descreveria sua mãe? Como é que você poderia falar da sua mãe? Como é que era sua mãe? Como é que era seu padrasto?
A minha mãe foi uma mulher muito forte.

Era muito bonita quando era jovem, tudo. Estudou, fez foi a rainha da escola. Tenho fotos da daquela época dos anos dela, dos anos quarenta, lindas. Estava até vendo ontem essas fotos antigas, bonitas, né? E uma muito batalhadeira. E... Eu não sei, agora fica difícil falar da minha mãe, porque ela morreu tão pouco tempo, né? Toda vez que eu penso nela... Me sinto ainda um pouco... Uma tristeza muito grande. Talvez por ter ido embora e ter visto ela pouco. E... Sabe? Tanta coisa. Mas... A de lá de... estar longe dela, eu sempre fui uma filha muito à distância. Me preocupava, mandava dinheiro para ela quando precisava. Não é o problema da distância. O problema é que, sabendo que ela estava aqui, sempre tinha aquela referência, né, como um pilar que tem. Agora não tem mais ninguém. Morreu minha mãe, minha avó, minha tia. Eu não tenho mais ninguém aqui no Brasil. A minha família sou eu e minha filha. E o meu cachorro, a Sally. <laughs> O meu Golden Retriever.
E como é que era, como é que você pode, como é que você descreveria seu padrasto, o seu padrinho, que foi casado com a sua mãe, que você falou que ele foi a pessoa que realmente que você considera como um pai? Eh...
Relativamente. Ele viveu com a minha mãe todos esses anos. Como marido, eu acho que ele foi muito bom. Em geral, né? Porque teve ficado tantos anos. Mas... Um um homem muito simples, sem cultura... Muito difícil de ter uma conversação com ele. Certo tipo de conversação. Muito difícil de fazer ele entender certas coisas. Quando você depois vai embora do Brasil, <coughs> desculpe, fi fica no outro pique, né? Uhum. Então é muito difícil o relacionamento com ele agora que está velho. Porque ele vive em um outro mundo. Quer dizer, vou pegar a cura dele porque eu prometi para a minha mãe, logicamente. Não tem problema, mas... Não não não sei o que falar dele, porque eu não tive depois que eu fui embora daqui, depois de tantos anos, eu acho tem assim como uma uma barreira, sabe? Não tem aquela... Não sei como explicar. Tem um... como se fossem do dois estranhos. Realmente.
Vamos falar um pouquinho, eh, da sua infância. Quando você era criança, quais eram as suas brincadeiras preferidas? O que você gostava de fazer?
Eu tenho poucas recordações. Brincar de roda, de pegador. Na época, Santos era tão bom, né, não tinha ainda perigo, todo mundo sentado na porta de casa. Ia dormir cedo, porque minha mãe não deixava eu sair de casa. Até a minha adolescência foi um uma coisa horrível. Tudo que eu fiz foi escondido.
E você disse que você, era um lugar gostoso, porque era tranquilo, a cidade era mais tranquila. E qual, ãh, assim dessas brincadeiras, o que que você recorda com mais facilidade dessa época da sua infância?
Carnaval, que eu adorava, as matinês de carnaval. As minhas amigas do bairro, né, porque Santos ainda tem isso, negócio de turma, de bairro, que eu já nem estava mais acostumada. Toda vez que eu chego, eu preciso de uma semana, dez dias para entrar na mentalidade. A turminha da praia, canal um, canal doi, canal três, uhum, essas coisas assim.
E você morava em que canal na na época da sua infância?
Ah, na minha infância? Ah, eu tive várias casas, porque minha mãe era igual uma cigana. Ela vendia e comprava apartamento. Não fazia tempo de você acostumar, ela já estava comprando outro. Agora, essa casinha ali, que é perto da igreja orto ortodoxa, na na costa, uma travessa da na costa, que ela ficou mais tempo, trinta e cinco anos. Mas antes da minha infância, acho que eu... Acho que eu morei em uns vinte apartamentos. Nem lembro. Cada ano, em um. Cada ano, em um. Em vários. Você vai lá, vai fazer um elenco...
E como é que era? Você falou que você tinha amigas nessa época. Quem era a tua amiga nessa época da infância que te marcou mais? Ah ,a
Que é minha amiga até hoje. A Ruth.

Nós somos amigas até hoje, de praia e tudo. Ela tem um filho de vinte e dois anos. Nós começamos a nossa amizade no terceiro ano primário. Fomos até o o primeiro ano, aí quando a gente terminou o ginásio, ela foi fazer o normal e eu o clássico. Aí depois eu não gostei do clássico e fui embora para o Rio de Janeiro, uhum, fazer contabilidade. Mas depois nós nos perdemos, porque eu me casei e ela também. E quando eu me separei seis anos atrás, nos reencontramos e agora somos amigas de novo. Quer dizer, essa amizade dura uns
E me diz uma coisa, ãh, você estava falando dessa brincadeira de rodas e tal, como é que era o cotidiano na sua casa, assim, ãh, quando você era criança? Você levantava, ia para a escola, ou você ia para a escola na parte da
Não, eu ia para a escola de manhã. Isso eu me lembro muito bem. Sempre acordei às seis horas da manhã, trás cinco e meia e seis horas da manhã. Minha mãe colocava uma coisa que agora eu odeio, não posso nem sentir o cheiro. Ela fazia leite com uma gema de ovo dentro, que só de olhar já estou até até mal. Ela praticamente me obrigava a tomar isso de manhã. Era a época do bonde, uhum, sabe o bondinho de Santos? Sei

Eu tinha que andar tudo até a Conselheiro Neves para pegar esse bonde para ir para o para a escola. Eu era pequenininha, tinha, com nove, dez anos, eu ia para a escola sozinha, hein? Eu E a gente ia tocando na porta de cada uma que morava no bairro, que ia na na mesma escola, aí fazia um grupinho, ia pegar o bonde e ia para a escola.
E aí vocês ficavam a manhã inteira no na escola?
Até uma hora, uma e meia da tarde, até almoçava na escola. Desde o jardim da infância até... O ginásio eu sempre comi na escola.
E era só esse, você sempre estudou nessa mesma escola?

Eu mudei. Eu fiz um... Primeiro eu comecei com jardim em uma escola escola de freira que se chamava, em Santos, ali no início da Conselheiro Neves, a Casa do Senhor. Depois daquela eu fui para o Liceu Feminino Santista, e que eu lembro que eu pegava o bondinho para ir para lá, eu e a Rutinha. Até a a a semana passada a gente estava lembrando disso. lembra do bonde? <laughs>
Eu falei, lembro. E como vocês pegavam o bonde, ele parava no ponto?
Tinha os pontos, né, de bondinho Aqueles bondinhos abertos, que ia todo mundo em pé. Tinha tinha dias que ia todo mundo até pendurado no bonde, porque não tinha nem lugar. <laughs> é engraçado. E e demorava muito para chegar na escola ou não? Há bem uns quarenta e cinco minutos. Era bem devagarzinho.
E aí vocês aí vocês ficavam a manhã na escola?
É, almoçava lá e depois voltava uma e meia.
E aí o que que você fazia à tarde na em casa esse
Você almoçava na es... Estudava piano. Eu sempre estudei piano desde cinco anos de idade. Eu ia para o conservatório. Lembra? Não sei se vocês conhecem a Santa Cecília em Santos, que sempre é uma conselheira, né? Eu estudava de manhã a escola até depois o almoço e depois eu ia para o conservatório.
E quando você voltava do conservatório... Aí não saia mais de casa, tinha que fazer lição.
Minha vida foi como uma prisão. Até a adolescência, né? Eu podia sair só domingo.
E quando você chegava em casa, quem preparava o jantar?
Minha mãe.

Mas eu era obrigada a vir para estudar. Depois que eu terminei, não podia nem vir. Sabe quando você fica nauseada? Não estava aqui, estava aqui, ó. Por isso que talvez eu nunca exerci a profissão que eu estudei. Nem a contabilidade, nem o piano forte. Quando eu terminei os meus estudos, porque era isso que a minha mãe queria, que eu tivesse título de estudo, uhum, eu eu fiz totalmente diferente do que ela, do que ela queria, do que ela queria. Exatamente.
E me diz uma coisa, hm, você você me falou que a sua educação era muito rígida, né? Demais. E assim, o que que pautava essa essa essa rigidez no sentido dessa educação? O que que ela cobrava de você, fora não sair de casa sozinha?
Ela queria que eu estudasse para ter estudo e que depois dos dezoito anos eu podia fazer o que que eu quisesse. Mas enquanto eu estava lá na casa dela, eu tinha que fazer o que ela queria.
Então, por exemplo, amigos podiam
em casa. Não, a minha mãe era muito antiga, até hoje. Ela foi muito antiga, foi muito severa. Era por isso que eu ia, eu lembro, eu estudava de segunda a sexta, e sexta-feira à noite fazia a minha malinha para ir para a casa da minha avó. Porque aí da casa da minha avó podia sair escondido e dançar, ir para os clubes, na época do das domingueiras, essas coisas assim. Que aí a minha avó cobria, minha tia acompanhava, e depois eu voltava para casa e não dizia nada para a minha mãe. Era o único modo. Porque a minha mãe era terrível.
E e para ir para a praia? Você não podia também ir
Não, para a praia ela deixava.
Você podia ir à praia? sábado, domingo você

Não muito, mas deixava. Porque ela odiava quando eu chegava em casa muito queimada, ela não gostava de praia. E aí não podia ficar muito tempo.
Me fala uma coisa, você falou que na tua infância você mudou muito de bairros e tal, mas assim, na época, entre a fase de criança e adolescência, qual o bairro que você morou mais, com ma maior quantidade de tempo? Como é que era esse bairro?
O que eu morei mais. Foi na Washington Luiz, ali no Canal três, em uma casinha, perto do Atlético Santista. Eu adorava ali.
Por que que você gostava?
Porque tinha o clube na frente, eu podia ir dançar. Mesmo escondido, eu adorava dançar. E como é que era o bairro? Ele era um... Bom, acho que é bom até hoje. Não é? Muito bom, o Canal três, bom. O Washington Luiz. Mas o que eu lembro mais mais é dessa casa, né, que a gente tem. que tantos anos. Que fica em que bairro? É... Se chama Bairro Encruzilhada. É perto, é uma travessa da Ana Costa. Perto da Igreja Universal.
E como é que é e como é que era a relação com os vizinhos?

Boas. Boas. Boas. As pessoas sentavam na na rua? Eh.
É, só que agora não fazem mais isso, né? Todo mundo se esconde em casa, fecha a porta, um íncubo. Toda vez que eu chego de Monaco lá, eu fico, eu preciso de uma semana, dez dias para entrar na mentalidade, sabe como é que é? Uhum. Tudo fechado, janelada, tudo com medo de ladrão, disso e daquilo, é horrível. Não tem mais esse clima de trinta, quarenta anos atrás. Não existe mais isso de ter as pessoas na porta conversando. Não vejo mais isso, nem em Santos.
E nessa época, dessa fase de adolescência, de cri de criança e adolescência, você lembra disso, as pessoas, os vizinhos todos. E... E era todos os dias ou tinha alguma festa especial?
Não, era mais assim, ou de noitinha, ficava uma horinha todo mundo conversando com as cadeiras na porta. Acho que na Bahia ainda existe isso, mas em Santos tinha muito disso. Ou se não, sábado e domingo. Ou sexta e sábado, não sei, não lembro, não tinha dia. Quando o clima é muito calor, era bom. Lembro, tinha os cachorros, as crianças brincando de roda, a avó que falava com a avó da outra, a mãe Era diferente, era como uma família. Agora não tem mais essas coisas, porque o mundo mudou. Ficou muito perigoso.
E me fala uma coisa. Você me falou, como é que era essa sua primeira escola? Que você falou que você estudou no primeiro em uma escola que era de padres, né?
De freira.
De freira. Porque era só feminina.
Ali ela, ali não era escola, era... Não, eh foi até o primeiro ano primário, é jardim. E depois eu fui para o Liceu Feminino Santista sempre de freira. Para dizer a verdade, hoje como hoje, uma filha minha eu não colocaria. Sou católica, pelo amor de Deus, sou credente, tudo, mas é uma educação que eu não... Não sei como se diz mais em brasileiro, que eu não sou de acordo. E me fala uma coisa eh assim, como é que era essa escola? Descreve ela para a gente. Bonita, muito bonita. Bonita? Enorme, linda. Tinha um jardim interno lindo, e é é muito bonita. Tem a hora do recreio, essas mesas toda rosa, do jardim eu estou falando, né? Uhum. E depois a outra também, muito bonita.
E como é que era? Você lembra da ãh dessa primeira escola, que era uma escola de freira, que você falou que você fez até a primeira Qual é a lembrança mais forte que você tem dessa escola?
É quando a gente acabava de almoçar, que eu odiava a comida de lá, até o cheiro me embrulhava o estômago. Só de sentir o cheiro eu já lembro dela. É que eles obrigavam a gente a dormir. Eu odiava dormir de dia.
E como é que você fazia? Você
Ficava assim, ó, na cadeira, horrível, né?

E você não conseguia dormir? Não, nunca consegui. E quê que você fazia? É que eu fugi. Ficava lá quietinha. E eu lá quietinha. Mas para mim era um íncubo. pesadelo, né, o primeiro... <laughs> Sabe eh sabe onde é essa escola? não sei se você ouviu falar anos atrás já quando eu já estava grande, lembra quando estourou o gasômetro em Santos? Ah Era aquela escola ali que foi pelos ares, que era atra o gasômetro era atrás dela que ela não tem mais essa escola porque quando o gasômetro estourou explodiu tudo, foi horrível. Nossa. Foi horrível. Porque era, na realidade era um convento, né, era muito lindo ali.
E nessa segunda escola que você foi, eh, que você fez aí de, você fez aí de lá da segunda série até o ginásio, até a oitava série, mais ou menos, foi
Não, depois eu fui para o primário, para o Liceu Feminino Santista, até a segunda série. Aí depois eu passei para o Canadá, para uma escola estadual. Aí foi bem melhor. Muito melhor.
E por que que era melhor?
Ah, porque é diferente. A escola muito de freira, muito católica, era muito rígida, muito severa, né? E ãh quando eu fui para a escola estadual, era bem melhor. Era mais livre, pessoas mais normais, mais... E lá você começa a aprender tant a viver, né? Uhum. É. E
Você tem lembrança da sua primeira professora?
Do primário? Sabe que eu não lembro. Eu lembro de uma freira lá, a Freira Fernanda, que era muito boazinha. Mas a minha primeira professora, eu não lembro dela, te juro. E essa Apaguei ela da minha mente. <laughs>
E essa profe essa Acho que era por causa da rigidez.
Se me perguntar de todas as minhas professoras dessa escola católica, eu não não lembro.
Essa madre ela não te dava aula? Ela só fazia parte da estrutura?
Da estrutura. Só ela, que ela era muito boazinha. Mas o resto... Ah, não! Tem uma professora que eu gostava dela. Era uma mulatinha. Como que era o nome dela? Que eu adorava ela, porque ela era severa, mas era simpática. Mas eu não lembro o nome dela. Eu estou velha.

A cabeça.
Eu acho que não é uma questão de velhice. Eu acho que eu apaguei mesmo. <laughs>
Ou se não, eu fechei a caixinha para não lembrar.
E você me disse que você estudou, ãh, aí dessa escola que você foi, porque era uma colé um colégio estadual, aí você foi para o Rio? Por que que você foi ao Rio?
Eu fui para o Rio para uma série de coisa. Minha mãe adotou essa essa criança e depois eu queria deixar minha mãe viver a história de amor dela. Minha mãe era nova, porque não tem muita diferença de idade e e eu queria mesmo, eu sempre fui uma cigana, eu queria ir para um lugar novo. Eu tinha terminado também um um namoro com um cara que eu fui muito apaixonada. Aí eu, depois eu falei, ah, vou para o Rio, vou conhecer gente nova. vida nova e fui para o Rio. Fui trabalhar em uma boutique que se chamava L.Louis e fui fiz esse curso de contabilidade. E dentro dessa boutique, que eu não sei se ainda existe, eu acho que existe, porque é lá na Ipanema. Eu conheci muita gente, muito interessante. E daí eu comecei a entrar no campo da publicidade. Eu fiz a abertura da novela do Dancindês, aqueles peizinhos do Dancindês, lembra? Eram meus. Fiz a abertura do Fantástico, fiz ãh ãh... Saí no Abre Alas da Beija-Flor em mil e oitenta e um Sempre no Abre Alas. E o Joãozinho trinta, dizia que eu era a única baixinha que ele colocou no Abre Alas, fui eu. Porque depois de anos eu encontrei com ele em Mônaco. Que coincidência, não? Agora ele está mal, que eu sei que... Mas ainda doze anos atrás ele estava bem. Ele estava lá em Mônaco.
E me fala uma coisa, vamos voltar um pouquinho para essa coisa da adolescência. Você falou que adorava frequentar bailes, né? Então, assim... que... As domingueira. As domingueiras. Como é que eram esses bailes? Descreve para a gente.
Ah, muito tranquilo, Sabe, na época do da do da dos conjuntos, né, de guitarra, que tinha música ao vivo, das quatro até as seis, ou das quatro até as oito, tinha o Atlético Santista... tinha o Internacional, o Caissara Clube, o Clube dos Ingleses, aí já começou a ficar mais empenhativo, porque aí já era de noite até as duas horas da manhã. Esse aí eu tinha que ir escondido.
E como é que você faz ia para ele
Eu ia dormindo na minha avó.
E a tua avó deixava?

E você ia sozinha para esse ba... Não.
Não, ia com as minhas amigas, com a minha prima, com a Ruth, com todo mun, com as minhas amigas que eu tenho até hoje. Tudo casada, com filho grande e tudo. A gente morre de rir quando a gente se lembra disso.
E como é que era? Como é conta pouquinho como é que era a coisa para dançar. Os meninos que tiravam as meninas para dançar, como é que era?

E vocês faziam rodinhas? Conta um pouquinho como é
Não, a gente ficava sentadinha ali, era tudo muito light, né? Tinha essas mesas, aí tudo sentado. Tinha algumas que iam algumas que iam com as mães, com os pais, que eram mais liberais. Aí eu morria de inveja de ver toda essa família, tudo, porque a minha, nem pensar, né? Uhum. Estava sempre com a minha tia, ou se não, com as minhas amigas. E tinha essas mesinhas, a gente sentava, bebia Coca-Cola, tudo, eles vinham e tiravam a gente para dançar. As domingueiras à tarde. Agora, o clube dos ingleses, quando eu comecei a ficar maiorzinha, com dezessete, dezoito anos, aí já ia sozinha com as minhas amigas, ia escondido. Um dia minha mãe entrou, me pegou com o cigarro na mão, assim, quando eu vi a minha mãe, eu engoli. Eu engoli a fumaça, peguei o cigarro, apaguei Olho, a minha mãe assim, ó. <laughs> Mas aonde? Ela foi para o clube? Ela foi atrás de mim.
Ah, ela descobriu que você tinha fugido. É. Um escândalo. E aí, conta para gente, como é que foi?
Quando eu olho, com o cigarro toda posuda, com o cigarro, quando eu olho, está minha mãe assim, com a mão na cintura.
E aí, ela te levou para casa
Levou para casa pelos cabelos. Nossa Senhora, foi um horror.
E aí, você tinha namorado nessa época? Tava alguém
Estava paquerando. Aí ela me levou para casa. A minha avó, está vendo por que a senhora não é de confiança? Que deixa a menina sair. Ela descobriu e pegou no flagra, né? Mas como ela descobriu, você sabe? Alguém soprou, né? Alguém contou para ela. <laughs> Não, mas ela era terrível, ela me seguia. Ela era terrível. Ela era terrível. Ela desconfiava da das suas puladas de... Ela era terrível. Depois aí que eu fiz dezoito, dezenove, ela começou a ficar boazinha e não falava mais nada.
E você me falou desses clubes que você frequentava, qual que você gostava mais?
Do Caiçara.

Porque era mais bonito, era quase divisa com José Menino, um clube muito bonito, tudo. Quando eu fiz o concurso de Miss Objetiva, eu fiz lá, conheci todo mundo lá. Agora não existe mais porque eles estão construindo um condomínio, né? Mas na época eu fiz um concurso de Miss Objetiva lá, ganhei o segundo lugar. E o concurso de Miss Santos também, segundo lugar. Isso foi em mil novecentos e setenta e seis, eu não lembro, setenta e quatro.
E ela sabia que você participou?
Sabia disso, sabia.

Não, isso ela deixou. Isso ela deixou.
E você ia ao cinema naquela Ia, ia. E você ia com quem?
Com a Rutinha, sempre com a Rutinha. Eu e ela, as duas. Era como Cosmo e Damião. Eu cobria ela e ela cobria a mim.
E como é que era namorar naquele tempo? Aliás, antes disso
mas não era namoradeira.

Quem era namoradeira era a Rutinha. Até eu estava falando disso. Você era terrível. Eu não, era tímida. Você era Eu não era. Agora que eu não sou. Agora que... Agora, depois de velha, que eu estou mais namoradeira. Não é, não é? Bom, não tanto, né, Lourdes? <laughs> Não sou muito namoradeira, não.
Mas naquela época você tinha, você ficava meio tímida?
Sempre fui.
Mas você lembra do seu primeiro namorado? Ah

Eu sempre fui mulher de ter relações muito longas, né?
E esse primeiro namorado, como ele se chamava? apaixonada por ele. Você lembra o nome dele?
Adilson. E ele... E foi por causa... Encontrei com ele agora. Ele está velho, barrigudo <laughs>

Eu fui andar na praia aí Olha lá o Não acredito, meu Deus. Ele... <laughs> Do que eu me livrei?
Mas ele me diz uma coisa. ele. Foi por causa dele que você fugiu para o Rio? Não
Não, foi por causa de outro.
Quem era
Ele durou só um aninho.
E você tinha quantos anos quando você namorou com o Adilson? Dezessete.

Escondido, né? Minha mãe odiava ele.
Por que que sua mãe não gostava dele?
Porque eu acho que ele, não sei, ele tinha uns amigos que eram da polícia. E a minha mãe sempre odiou polícia. Se eu te pegar com ele, você vai ver. Não, depois eu fiquei sério com um garoto, o Biba, e foi por causa dele que eu fui embora para o Rio.

Vocês
Nós terminamos. Foi uma desilusão um pouquinho. Eu prefiro não contar isso.
Está bom, <laughs> está bom. <laughs> Bom, aí você... Quando você falou que você foi para ãh para o Rio, ficou trabalhando na, e aí como é, e aí você começou a trabalhar nessa coisa toda de algumas coisas na área de publicidade e tal. Conta um pouquinho como é que foi a sua vida no Rio.
Foi maravilhosa. No Rio, eu trabalhava, estudava para pagar o aluguel, né, para sobreviver, porque eu quis ir embora de lá, arrumar um apartamento muito bonito ali na Chaveira da Silveira, do lado do Alton Palace. era, ia correr todo dia de manhã, cedinho, ia para a ginástica, depois às dez horas eu entrava na luí E depois que eu estava trabalhando lá, depois de um ano, aí me convidaram para fazer esse para essa provino, como se diz provino? Essa esse teste, uhum, para essa abertura da novela Dança E foi o meu primeiro trabalho. Quando eu cheguei lá, porque eles, a agência me ligou e falou assim, olha, precisa ir fazer esse provino. Como se diz aqui no Brasi, mesmo? É teste. Teste. Traz as coisas mais loucas que você pode imaginar. Coisa para discoteca. Aí que eu fiquei pensando. Aí eu fui... Sabe aquelas importadoras Eu comprei duas meinha de lurex listrada. a sandália com a plataforminha pequenininha, uma outra dourada com a sandália com salto de metal, um jeans e um colã de lurex. Aí foram dois dias de gravações. Era um alemão, me lembro como se fosse agora. Só que eu não lembro o nome dele. Mas eles me deram, a Globo me deu. Difícil a Globo dar, mas eu tenho todos os negativos. E aí, quando eu apareci vestida com peguei, enfiei essa meia de lurex, fiz assim e coloquei a sandália com salto, uma coisa horrorosa, né, que hoje como hoje eu nunca iria usar. Quando esse alemão, fotógrafos, produtores, tudo registra, viram, ficaram apaixonados, fotografaram só o meu pé o tempo todo. E não entendia, né? Aí eu falei, o que que ele achou nesse negócio do pé, que fica fotografando o pé? Passou. No dia seguinte, aí eu coloquei esse jeans girado, porque eles queriam uma coisa louca, eu estava com jeans, esse lurex... E aí que lançou aquela moda de jeans, né? Pescadora com essa meinha, tudo. Foi moda por bastante tempo. E aí depois, eh, foi a capa do disco. Eu lembro que quando eu fui para a Itália, a novela estava começando lá e passava meus pezinho todo dia lá na televisão. Aí depois eles fizeram um artigo no jornal Gente, dizendo, mostrando a cara minha e da Jaciara. Aí depois saiu bastante revista na manchete Gente, eh, coisa para carnaval, moda de biquíni de carnaval, todas essas coisas, né? Maquiagem, coisa para o Fantástico, fiz uma publicidade com Jorge Ben. Fiz bastante coisa. Publicidade para a Coca-Cola.
E me diz uma coisa. Eh, você, esse tempo, você morou quanto tempo no Rio?
Seis anos.
E o que que fez você sair do Rio?
Eu fui embora do Rio também sempre porque eu me apaixonei por um homem e aí eu queria esquecer ele.
Sempre amor. Sempre amor. É.

Nessa época você estava mais ou menos com quantos anos, que você morou no Rio? Uns
Eu fui para lá com vinte e um, vinte e dois, ah, eu conheci devia Não lembro, mais ou menos. E você
Aí, e essa pessoa você conheceu aonde? Trabalhando, no trabalho? Hm... Numa
num jantar.
E aí você acabou se apaixonando por ele? É.
E resolveu fugir, ir embora? Embora, exato. Porque lá era casado. E aí eu fiquei cansada. E como eu fui sempre com pessoas para o Festival de Cannes para trabalhar com o pessoal da Manchete, E lá eu conheci um outro, um produtor de cinema, aí eu vol fui para Nova York, voltei para o Rio, esse produtor começou a me telefonar, eu peguei, deixei tudo e fui embora para Roma, fui passar o verão lá, fiquei um mês e meio. Aí eu, quando eu voltei, falei, vou vender tudo e vou embora para E fui embora. E todo mundo: você está louca, você não tem que ir, teu lugar é aqui, você tem futuro aqui. Talvez eles tivessem razão. Aí eu fiquei louca e fui embora. Vendi tudo e fui embora. Vou voltar um pouquinho
Vamos voltar um pouquinho. Deixa eu entender um pouquinho <laughs> esse processo seu de trabalho. falou que você começou a fazer muita publicidade e tal, né, e você trabalhou na Globo, tal. Esse trabalho que você ia para a Cannes, pela Manchete, de que que você
eu fui com o pessoal, mas eu fui, na realidade, eu fui convidada. para ir para lá, para ver o festival. Eu não fiz nada em Cannes.
Ah, tá, você não foi a
Não, fui convidada, porque como na, era um período que eu estava ficando conhecida, né, em no Rio, era quando estava começando a Luísa Brunet, a Xuxa, tinha feito algumas fotografia da da gente com a Xuxa, que eu encontrei com a Xuxa três meses atrás agora lá em Mônaco. E elas também não eram famosas, estavam começando. Nesse período, eu fui para Cannes, aí conheci esse pessoal, aí eu me deixei tudo aqui e fui embora. Sempre pelo amor, né? Sempre me apaixonando. E me fala uma coisa, você, ãh... Deixei ãh a minha carreira que estava começando aqui para ir embora para lá. E e você foi direto para Roma? Fui para Roma, ãh, fiquei vivendo com esse produtor de cinema, Ângelo Bassi, que é uma pessoa que até hoje é meu amigo, meu caríssimo amigo. E depois de três anos que eu estava com ele, eu conheci o meu marido em Roma. Aí me apaixonei pelo meu marido e fui embora. Com meu marido para outra cidade na Itália. Aí eu larguei tudo. Larguei tudo por amor, para casar e ter uma filha e tudo.
E esse produtor que você conheceu, eu vou voltar um pouquinho. Eh... Quando você foi para lá, o que que você esperava encontrar lá?
Nada, eu queria ir para lá, queria conhecer um país novo, aprender a falar uma língua diferente, conhecer uma mentalidade diferente. Eu tinha ido para ficar só uns três anos. porque eu estava apaixonado pelo Ângelo, queria curtir ele e tudo. Aí depois, quando eu estava para vir embora, que aí eu briguei com o Ângelo, ele, eu descobri que ele tinha me traído, foi uma briga danada, joguei todas as coisa pela janela, foi tudo um auê. E que eu estava para voltar, eu conheci meu marido.
E seu marido fazia o quê?
Ele tinha uma galeria da arte. Ele sempre trabalhou com arte. Quadros, tapeçarias ãh antigas.
Muita cultura. Deixa eu voltar um pouquinho. O Ângelo você conheceu e você Em Cannes. Aí você foi com ele para Nova Iorque? Não, fui sozinha.
Fui com um grupo do Brasil aqui.
Aí você voltou, ele veio te procurar e tal. E você vai morar aonde em
Eh... em Trastevere. Vículo del Piede.
como é que era? Como é que foi assim? Eh... Qual foi a sua primeira impressão do de Roma?
Horrível.

Eu, quando entrei com o táxi em Trastevere, eu falei, meu Deus, o que é isso? Eu vi todas aquelas roupas penduradas na janela, pareciam as favelas do Rio de Janeiro. <laughs> Eu falei, ah, eu não quero ficar aqui. Já começou a me dar uma angústia. Quando eu cheguei, eu falei, Ângelo, o que é isso? Olha o nível que você vive. Isso aqui é horroroso. Ele falou, Bebel, calma, você está cansada da viagem. Fica calma, você vai ver que Roma é uma cidade maravilhosa. Tudo isso que você está vendo tem mais de três mil anos. Eu falei, meu Deus, que coisa horrorosa. E ao invés, ele tinha razão. Cada dia que passava, eu ia me apaixonando por Roma, porque Roma, você tem que aprender a conhecer ela andando a pé. Então, cada ângulo que você conhece de Roma, você diz... Olha, três anos e meio, quase quatro que eu fiquei lá, todo dia eu descobri uma coisa nova. Você acredita? Acredito. <laughs> Linda. Aí depois eu fui me apaixonando por Roma. Que cidade maravilhosa. Bom, é única, né? E me fala uma coisa.

Quando você chegou lá, você foi morar com o Ângelo e você falou um pouquinho, né, de como era o Trastevere e tal. E você acha que tem alguns bairros que correspondem mais ou menos ao Trastevere? No Rio, você se identificaria com que bairro?
O Rio Antigo. Como se chama aquele bairro que tem no Rio que ainda subia com o Bondinho? Na Urca, na...

Santa Teresa. Parece muito com o Rio Antigo, quando você subia. Não sei se ainda tem o bondinho, acho que não, né?

Tem o bondinho que sobe ainda lá?

Que lindo lá, aquela parte do Rio de Janeiro. Lembra muito. Lembra muito.
E me diz uma coisa, Eh.. quando você chegou lá, Eh.. você foi fazer alguma atividade? Você foi trabalhar com alguma coisa durante esses três anos?
Não, eu fui viver com o Ângelo. Lógico, lá eu fiz. Fiz algumas figurações com cinema, com atores importantes lá. Porque eu aproveitava que o Ângelo estava no meio do cinema, eu estava sempre me enfiando uhum para não ficar em casa sem fazer nada. Eu estava sempre arrumando alguma coisa para fazer. Fiz várias feiras, Ah... fi fiquei, também ajudei no Partido Socialista do Craxi, no meio dos políticos, estava sempre em meio de uma manifestação. Eu sempre gostei de ter relação com as pessoas e fazer um tipo público a relações. É que pecado que naquela época eu não tinha entendido que o meu trabalho era esse. Eu não tinha que fazer foto modelo, eu tinha que ficar atrás das câmeras. Relações, entendeu? É esse que depois de casada que eu descobri. Aí eu fiz um ótimo trabalho com meu marido uhum de publicar relações. Por vinte anos eu conheci tanta gente na Itália. Não só na Itália. Itália, Paris, Mônaco. Conheço todo mundo, não é... A Lúcia, viu? Uhum. Ela ficou comigo lá. É é um tipo de comunicação, né? Com as pessoas. Aí eu descobri que era esse o meu trabalho.

chegou e tal. E... é... Eu queria que você falasse um Eh... Como era, se você tinha, se você tinha relação com outros brasileiros que habitavam a cidade.
Não, eu demorei. Porque quando eu cheguei em Roma, eu não conheci nenhum brasileiro. Só italiano, italiano, italiano. Tanto é que depois de três meses eu comecei a falar italiano, porque eu era obrigada. Saía, tinha que comprar coisa, tinha que comer, o Ângelo ia trabalhar, eu tinha que me arranjar, tinha que falar italiano de qualquer jeito, uhum, por que senão não ia dar. Aí eu lembro que eu ia nos nos mercados, lá no em Trastevere, foi no Foram os donos das quitandas, dos bares, o povo mesmo de lá que me ensinaram a falar italiano. Uhum. Depois de três meses eu estava me arranjando. Conhecia Trastevere inteiro. Todo mundo me conhecia lá. Tanto é que depois que eu casei e voltei lá com a minha filha pequenininha, foi a maior festa, hm, porque era como uma família, né?

No final, como uma família, todo mundo te conhece. Uhum. E... É uma língua muito fácil, mas eu tinha as crises que queria voltar para o Brasil.
Porque você fe sentia falta do Brasil?
É. Dizia, aí, eu quero voltar para o Brasil. O Ângelo, calma. Você está nervosa. Precisa, no mínimo, dois anos de tratamento. <laughs> E aí foi passando. era verdade. Depois de dois anos, é como uma, como... Sabe, sabe, uhum, você aí entra na mentalidade? Mas os primeiros do dois anos, eu de vez em quando, eu entrava em crise e queria voltar para o Brasil, né. Fiz a minha mala várias vezes para voltar.
E como é que era é essa... Ah, então, você estava falando que no começo você, depois você começou a fazer relações com alguns brasileiros.
Aí eu não conheci nenhum. Aí eu conheci, lá em Roma, duas brasileiras. Que, na realidade, durou, foi um acontecimento assim, que durou uns oito meses, dez meses. Depois não tinha nada a ver. E eu peguei e cortei. E quem veio em Roma me ver duas vezes foi a Beth Faria. E com a Betty nós curtimos muito Mônaco. A gente saía pelos barzinhos, aí ela pegava o microfone e cantava. E aí depois ela voltou a segunda vez. Fiz uma entrevista com ela para o jornal Gente da de Roma. Levei ela para conhecer toda a Roma, porque ela ficou, das duas vezes que ela veio, ficou três, quatro dias, não mais do que isso. A Betty estava no auge da beleza dela. Hm... Acho que ela estava com uns quarenta anos naquela época. Linda ela era, linda, linda, linda.
E você foi bem recebida pelos romanos? Ou...

Você não teve, sofreu nenhum tipo de preconceito? Não.... Não teve...
problema nenhum? Ao contrário. Os italianos, nossa, eu dizia brasileira. Não, não, nem nenhum tipo de preconceito com os romanos. Preconceito eu encontrei no norte da Itália, Milão. E você foi a Milão quando? Ah, eu conheci a Milão depois que eu casei. Mas tem muito preconceito ali, porque Milão é como se fosse... É o contrário. O norte da Itália é como se fosse o sul do Brasil. E o sul da Itália é como se fosse o norte do Brasil. Uhum.

Eu não tive nenhum preconceito, nem em Roma, nem em Nápoles, porque eles são muito parecidos com a gente. né. No fundo, eles são, se assimilam muito com a gente de mentalidade.
E me fala uma coisa, ãh, você vivia muito no meio cultural, né? Em Roma, então assim... ia a cinema, cinema, mais cinema. E como é A cidade, assim, ela tinha muitos teatros, cinemas, jornais, como é que os brasileiros trabalha ãh, Como você se interagia com essas atividades na cidade?
Eu com o brasileiro em Roma, é como eu te falei, eu conheci só duas e não tive mais contato.
Mas nesse meio cultural que você está, como você se interagia com esse meio?
Muito bem. Era sempre convidada, todo dia eu tinha um... uma um avant-première de um filme. Eu ia todo ano para o Festival de Cannes com o Ângelo. Estava sempre no meio desse de desse filme. As as primeiras avant-premières, eu estava sempre com ele. A a Lannica sempre convidava a gente para o para o Troféu David de Donatello, que é um troféu importante. Eles queriam que fosse como o Oscar, mas para até que chegue como Oscar... Fátia! Mas é sempre uma coisa cultural, né? Eu vivi mais ou menos no meio de cinema.
E me fala uma coisa, o que é que você hm... O que você continua a fazer em Roma, que era seu costume aqui, e que você continuou fazendo lá? Ou comida, ou alguma... O que eu fazia lá? É, o que você tinha o costume de fazer aqui no Brasil e que você manteve o costume e continuou fazendo em Roma. A comida.
isso com certeza. Feijoada sempre. A comida brasileira até hoje eu faço.
E fala uma coisa, você diz que, durante esses três anos que você conviveu com o Ângelo, aí vocês acabaram brigando, e quando você estava decidindo vir para o Brasil, você conheceu o seu marido. E foi aonde que você conheceu o seu marido?
Em um jantar.
Mas em um jantar aonde?
Na casa de amigos. Pessoas que trabalhavam na Rai, na televisão, me convidaram, era aniversário de uma delas, são duas irmãs. Nunca mais vi. E ele estava lá com o irmão dele. Eu até fiquei meio assim, porque me colocaram sentada na frente dele e depois, sabe, começa a conversar. Aí depois, quando saindo, um cachorro pulou em cima de mim, rasgou, eu estava com uma calça de couro vermelha, me fez um buraco na calça. Aí eu fiquei meio nervosa, ele veio e me ajudou. Sabe essas coisas que acontecem assim? Trocamos o telefone e tudo, e ele começou a me ligar. Aí ele fazia a Ferrara-Roma, são quatrocentos e cinquenta
E nessa época você já estava morando sozinha em Roma. É.
Eu fui morar, sabe com quem? Com a secretária do Cerezo, aquele jogador de futebol. Eu fiquei, fiz amizade com a mulher dele, a Rosa, que estava grávida ainda das gêmeas, que ela tem dois homens e duas gêmeas, né? Deve estar grande agora. Nunca mais eu vi Cerezo. E na época ele jogava no Roma, ele tinha acabado de chegar. Ele não falava muito bem italiano, E quando eu briguei com o Ângelo, ele falou, a vai para a casa da da... Como se chamava ela? Rosalinda. Era a secretária dele, uma inglesa. Aí eu fui morar lá, onde eles se concentravam. E eu estava sempre com eles. Depois ele foi vendido para o Gênova. Fui morar em Olha como é o destino. E aí eu conheci o Rafael. E o Rafael vivia indo para aquelas partes lá. E um dia a gente, nós nos encontramos lá em Rapalo. As geminhas já tinham nascido, tudo. Depois que ele parou de jogar, nunca mais vi. E depois eu fui morar lá em Mônaco, que é pertinho, né de Génova. Uhum.
E você, aí o teu marido começou a viajar de ferrara para Roma para te. É. ver. Vocês ficaram nesse namoro há quanto tempo?
Há pouco. Uns seis meses. Aí depois eu fui para Sardenha, encontrei com ele lá e ele não deixou mais eu voltar. Eu ia só de vez em quando, olhava a casa, tudo. Deixei meu apartamento lá um ano. Aí depois eu fechei tudo, deixei tudo e fui morar com ele. Um ano depois eu casei com ele. Vim casar com ele no Brasil. Casei com ele na igreja no Brasil e no civil casei lá.
E o casamento você veio para apresentar para sua mãe, é, para sua família. E vocês casaram aonde?
Aqui em Santos, na igreja brasileira.
E aí vocês foram morar aonde? Vocês foram morar em Ferrara? Em Ferrara. É, Ferrara. E você morou quanto tempo lá?
Em Ferrara eu morei, bom, a Vitória demorou, isso foi em oitenta e quatro, mas eu casei com ele em oitenta e cinco, minha filha nasceu em oitenta e sete. e nove, eu fui morar em Cortina D'Ampezzo.
E por que vocês foram para Cortina D'Ampezzo?
Porque aí teve uma história que... Com o meu marido, eu quando conheci o meu marido, ele estava fechando todas as galerias dele. Porque ele sempre teve o irmão em cima, atacado dele, né? Onde ele ia, o irmão estava do lado. Foi uma cruz que eu carreguei durante

E nesse inteirinho aí nasceu a Vitória, tudo. A gente morava em uma vila linda de mil e setecentos, Essas vilas enormes. Aí tivemos que fechar a vila, fomos para um apartamento. E nesse inteirinho, quando a Vitória fez um ano e meio, me... com a menina do meu lado, quando o Papa ia chegar em Ferrara, me roubaram a minha filha.

Foi assim uma questão de minutos. Eu não sei nem explicar como aconteceu. Eu sei que eu saí correndo, encontrei duas... Eu fui pegar minha filha no ponto do ônibus, subindo no ônibus com uma cigana.
Nossa.
Eu recuperei a minha filha e eu fiquei com três meses com íncubo. Fiquei enchendo o saco dele, vamos embora de Ferrara, vamos embora de Ferrara. E aí, para mim, é tudo destino, porque a vida da gente, não é que certas vezes você não programa, vai acontecendo, sabe? Na minha vida sempre foi assim, aconteceu tudo tão rápido que eu nem me rendi conto das coisas que aconteceram, entendeu? Aí apareceu essa essa esse amigo dele que arrumou essa lá a galeria em Cortina. Eu, em seis meses, fui morar em Cortina D'Ampezzo. Fui lá para as montanhas, com cinco mil habitantes. Fugi do mundo.
E aí, como é que foi a sua adaptação?
Maravilhosa. Para a menina foi ótimo, minha filha cresceu bem, esquiando, tranquila, não tinha mais aquele íncubo que me roubasse a menina. E ela foi crescendo em uma vida muito sã, eu também aprendi a esquiar tudo. E quando tinha gente na época do Natal e no verão, maravilhoso, porque vinha gente de Roma, Milão, e aí eu reencontrei todos os meus amigos. Porque ali é é um encontro de todos os VIPs, né? De toda a Itália. Atores, atrizes, Christian de Sica, ãh, Carlo Verdoni, Marta Marzotto, Liu Barisoli. Toda as pessoas que eu conheci em Roma, eu reencontrei em Cortina. Com essa galeria maravilhosa que a gente abriu.
E era uma galeria de
De arte, de tapeceria anciã. Tapece a Arace. Não sei como se diz no Brasil isso.
eh, antigas, né?

E você morava bem no centro... Bem no centro. Bem no centro daquela, naquele... Que tem aquela...
Corsa Itália.
É. Ah, na Corsa Itália.
Não, eu morava em uma rua, em uma travessa de via Roma, que é a continuação de Corsa Itália, via Falória.
E você morou quanto tempo em Cortina D'Ampezzo? Eu morei de
e nove, ãh, até noventa e sete, eu fiquei fisicamente. Em noventa e sete eu peguei a residência em Monte Carlo, aí fazia Cortina, Mônaco, Cortina,

dois mil e dois. E você, para Monte
Porque clientes da gente, que tinham casa em Monte Carlo, convidaram a gente para fazer um final de semana. Aí eu gostei tanto de lá que fiquei uma semana e comecei, por que a gente não abre uma galeria aqui também? Aí nasceu assim. Aí as minhas amigas começaram a dizer, é melhor vim logo enquanto a menina tem sete anos, porque se você esperar a adolescência, você não vai conseguir tirar ela de Cortina. Aí fiquei refletindo, falei, mas já pensou fazer a minha velhice aqui? Uhum. Eu não vou aguentar. É muito lindo, mas ficar velha na montanha é triste, hein.
Ainda mais quando sai do inverno, a estação de inverno.
Quando aí você vê Mônaco, quem é que quer voltar para a montanha? Eu não queria. Então, com uma praia na frente, voltei quase para as minhas raízes, né? Aí eu comecei a encher a encher a cabeça do Rafael, ãh, vamos para Mônaco, vamos para Mônaco, e a gente manteve a galeria de Cortina, abrimos uma galeria em Mônaco e, como na França tem vários, ãh, quando a criança estuda, não tem só três meses, como aqui também no verão, de férias. Tem ãh vinte dias de inverno, de de férias, tem dez dias para o para o mês de de outubro, tem o período do o Grand Prix, que tem mais uma semana de férias. Então, tem várias. Então, eu ia cinco vezes por ano, pegava a Vitória, ia, abria a casa na montanha. E depois, no verão, me transferia lá. Verão e Natal. Eu fazia Cortina... eu morei em Cortina e Mônaco contemporaneamente. E você, para Roma, nesse período você Nunca mais fui para Roma. Nunca mais. Eu fui uma vez convidada de uns políticos que nós, lá que tinha o escri ãh o escritório lá no Vaticano, que nós vendemos uns arazos para eles, e nós fomos convidados deles, da cooperativa. Atacamos esses esse arazo lá e fomos convidada para essa manifestação política muito bonita, com jantar e tudo, mas isso foi em... dois São nove anos que eu não vou para Roma.
é que foi a tua acei a vo ãh aceitação, suas, de vocês, essa receptividade?
Adorei.
Foi muito fácil?
Eu faço assim o capo. É o meu território <laughs> até agora, né? Enquanto eu posso, depois não sei futuramente.
Aí você aí você se adaptou bem à ci Muito bem. E aí a língua, você aprendeu a falar rápido também?
A língua, não. Ah, eu fa... Como é uma cidade que fala muito, metade, tem mais italiano do que próprio Monegasco, porque Monegasco, nascido lá, são quatro mil. E italianos residentes, como eu, seis mil. Quer dizer, é uma cidade bilíngue, né? Então, como eu convivo mais com italianos que com Monegasco... O francês foi meio duro para mim, mas agora eu falo, mas foi muito difícil. Uhum. Para aprender. Porque também eu não amo muito os franceses.

Nem os russos. <laughs> Nem as russas. <laughs> Odeio as russas. <laughs>
Por que será? <laughs> Quero saber agora por quê.
Mas, ó, eu não vou falar um palavrão, elas são muito, vamos dizer assim... muito frias, né, muito interesseiras, muito... elas, não sei, aquela mentalidade muito de prostituição. Elas já nascem prostituta de mentalidade, eu acho. Não é que viram prostituta, elas nascem com essa mentalidade, porque os pais ensinam a ser assim. Talvez pela pobreza, pelo pelo pelo que eles enfrentaram na vida deles, né, na época do Eu não sei por que, mas ah deviam reconstruir o muro. Às vezes não pode reconstruir esse muro?

Depois que <laughs> que arrombaram aquele muro. Foi uma invasão de russo, <laughs> russo, romeno. Um horror. Na Itália eles estão fazen... <laughs> Na Itália estão fazendo um desastre, né?

Os romenos, nossa, tanto assassinato, tanto crime. A máfia romena é horrível. São todos mafiosos, tudo dinheiro de prostituição, droga. Invadiram a Itália. Em Mônaco, só as russas, os homenos ainda não <laughs> chegaram, porque o príncipe não deixa, mais as Agora elas sumiram um pouquinho, desde que teve a crise, sumiram porque eu acho que perderam muito dinheiro, né? Mas até esse verão, quando a Lourdes estava lá, teve uma invasão de russo que Nossa Senhora. Eu dizia, Lourdes, eu odeio as russas.
E como é que, da coisa da... E em em Mônaco não tem como nenhum brasileiro. Mônaco, você teve contato com brasileiros? Tive, e te e tenho alguns.
De residente, não tem muitos. Não?

E vocês convivem? Você tem
Não, eu não. Não. Muito pouco. Eu convivi, fiz essa associação, tudo, mas só ajudada pelos italianos, porque os bla brasileiros que eu tinha convidado para fazer parte, todos me criaram problemas.
Mas essa associação, o que que é um pouquinho? Explica ela um pouco para a gente dela.
Essa associação foi invenção na minha cabeça. Quando eu estava aqui, meu marido me deixou que eu fiquei meia meia louca. Eu conheci um padre que se chamava Padre Renato, um italiano que veio para o Brasil há trinta e cinco anos atrás. E ele começou hospedar os meninos pobres que ele achava na rua, ele colocava na garagem dele. Aí isso foi crescendo, foi crescendo. Isso aonde? Isso no Rio. Depois ele abriu em Fortaleza. Ele ele foi muito ajudado pelo príncipe Albert. E eu conheci esse padre. E a gente brincando, como eu estava muito triste, que eu chorava, chorava, porque eu estava meio deprê depressiva. Ele falou, por que se que você, que é brasileira, não faz uma associação dos brasileiros em Mônaco? Porque tem essa que me ajuda na Turbi, mas a Turbi é França, faz próprio em Mônaco. Aí, com as meus conhecimentos... Falei com o governo, mas foi mais uma um passatempo, uma coisa que... Se vamos fazer alguma coisa assim para ajudar, arrecadar dinheiro, mandar para ajudar duzentas, trezentas crianças no Brasil, pegar as associações que tem, cada cada vez que faz uma, uma manifestação, a gente manda o cheque, né? Isso começou como uma brincadeira. Aí eu fiz, ãh, em dois mil e três, uma homenagem ao Tom Jobim. Aí veio essa brasileira de Paris, a Márcia Maria, cantar. Foi um sucessão. Fiz uma feijoada, cento e trinta pessoas sentadas. Pagaram oitenta euros por pessoa. E desse dinheiro nós um tantíssimo, trê, quase três mil euros para essas crianças do Padre Renato, para ajudar, né, na material, sabe, essas coisas. E depois aí ele também foi crescendo, crescendo, porque o Príncipe e outras pessoas começaram a conhecer, foram ajudando ele. Sempre tem a primeira, né? É. Depois eu fiz... O que que eu fiz para ajudar as criança? Eu fiz a soirée, eu fiz uma feijoada numa outra... Num outro barzinho pequenininho, só para quarenta e cinco pessoas. Aí ia fazendo o as coisas pequena. Aí eu fiz uma coisa grandíssima, porque os brasileiros... Não é não é que eu estou falando mal, pelo amor de Deus, que não seja entendido mal. Ou não tem dinheiro, ou acha caro, ou não pode pagar. Quer dizer, o brasileiro de Mônaco são muito... Quem ajuda mais a fazer beneficência para o próprio brasileiro são os estrangeiros. Uhum. Príncipe, os italianos, franceses. Porque brasileiro, brasileiro não ajuda. Eu sinto muito de falar isso, mas é a verdade verdadeira. Acho que eu conto nos dedos as que ajudam. Uhum. Só em umas três ou quatro.
Me fala uma coisa, quando, vocês ficaram, voltando um pouquinho na eh na sua história, você me disse que você ficou um tempo entre Cortina D'Ampezzo e... Mônaco. E Isso ficou, eh, até hoje ou vocês já fecharam a
Não, fechamos, porque na em dois mil e dois meu marido praticamente me obrigou a vender a galeria, hm, e por causa disso nós nos separamos. Porque você não queria... Não queria vender. E nos separamos, estamos separados até hoje. E aí eu comecei uma vida nova. Uhum. Como se diz na Itália, ricomincio da me. <laughs>
Mas aí você, essa galeria que vocês tinham em Mônaco não ficou com... Não, ficou com ele.
Depois ele vendeu escondido de mim, a de Mônaco também. Não me deu um tostão e eu recomecei. Tudo de mim mesmo. Não é fácil, viu? E
E que que você faz hoje?
Hoje eu trabalho com joias.

Eu arrumei essa jo essa boutique muito bonita dentro do Hotel de Paris, que a Lourdes veio, ela viu. E trabalhei esse ano, come recomecei esse ano com as joias e agora estou estou no campo das joias.

Pérolas, diamante, essas coisas assim. Muito interessante, porque eu fiz uma cultura de pérolas que eu não sabia. Fiz um curso de gemologia em pérolas. Maravilhoso. Assim vai ajudando a passar o tempo, sabe? E aprendendo coisa nova. Eu estou sempre aprendendo algu alguma coisa. E organizando, eu organizei também uma uma van premiere de um filme de da produção desse meu ex-namorado, Ângelo.

que foi a vida de Santo Antônio de Padova. Eh Antônio Guerreiro de Deus. Nós fizemos a van premier lá em Mônaco, com a ajuda do bispo de Mônaco, que é uma personalidade importante, tanto quanto o príncipe. Falei me eu mesma de pessoa com ele. E ajudamos uma outra associação daqui do Brasil, de Porto Alegre, Vila de Santa Isabel. Trezentas crianças pequenininhas que foram abandonadas, e esse padre que...

E aí nós fizemos essa apresentação desse filme de forma religioso, lindo, que foi maravilhoso, foi apresentado depois no Festival de Cannes e tudo, em dois mil e Esse dinheiro todo veia veio para essas crianças aqui do Brasil.
E você, quan, do seu marido, você resolveu se separar em função da venda
Não ia, eu, ele... Ele quis se separar? Ele quis se separar porque eu comecei a ficar esperta e a entender que eu fui usada durante tantos anos, aí comecei a querer as coisas bem... direitinho, certinha, para ele, para mim, para o irmão. E ele não aceitou, porque ele achava que eu tinha que trabalhar para ele a vida toda em negro. E aí ãh começaram as desavenças, né? Aí depois, um dia, nós ficamos separado em casa e um dia ele mandou a carta do advogado. Porque eu, re, na realidade, eu queria pegar a menina e ter vindo embora para cá. Mas foi a madrinha da minha filha que não me deixou. Ela falou, se você fizer isso, você vai perder o direito e ainda vai ser acusada de sequestro. Te convém ficar aqui. Ficou todos esses anos na Itália, veio para cá. Vai perder os direitos assim? Vai ficar aqui até você resolver a tua situação aí. Quando você voltar para o Brasil, vai voltar bem. E foi por isso que eu não voltei. O instinto da impulsividade, às vezes, é fazer coisas que você depois pode se arrepender. E nesse período eu tive amigas. Uhum. Realmente. Eu posso dizer que eu sou uma mulher que eu tive sorte, porque eu perdi meu marido, mas eu ganhei três amigas maravilhosas. Uhum. Que estão sempre do meu lado. E se eu estou hoje lá ainda, é graças a elas. Uhum. Porque elas me dão a maior força, né? Em todos os sentidos, de de arrumar cliente, arrumar trabalho, vai aqui, vai lá, porque eu sou uma guerreira, eu não paro. Uhum. Estou sempre em contato com as pessoas.

Me fala uma coisa.
E tua filha? Ela assi ela nasceu, ãhn... Nasceu na Itália.

A minha filha nasceu na montanha. Eu fui partorir a minha filha em Tione di Trento. Porque o tio do meu marido era primário na maternidade. E de lá depois nós fomos no no... depois nós fomos morar na montanha. E hoje ela tem quantos E hoje ela mora com você?

Ela estuda? Estuda, faz comunicações, fala quatro línguas, faladas escritas. Uhum. E... E falta um ano para terminar, um ano e meio para ela terminar a universidade. Ela Lá não é como aqui, não é que estuda à noite, trabalha de dia, não. Lá tem que estudar direto. Ela sai de casa às seis e meia da manhã, vai para a universidade. Tem uma hora para almoçar e volta para casa às seis e meia. Trabalha só os três meses de verão. Aí ela trabalha, guarda o dinheirinho dela, para eventualidade que ela precise do dinheirinho dela, ela tem o dinheiro dela. Porque lá eles dão trabalho para estudante Agora, por exemplo, eu vim para cá para o Brasil, eu já arrumei emprego para ela. Uhum. Para o mês de junho, julho e agosto. Ela quer fazer gráfica publicitária, de de stage, estage, né, que eles dizem. E eu já arrumei antes de sair, já falei com o dono de uma casa editora que tem lá, que já empregou a minha filha já para o verão.
Ah, que bom! <laughs> É.
Me fala uma coisa, como é que é hoje o seu cotidiano? Hm... Hoje o meu cotidiano é sempre contato com as pessoas, ãh, em contato com as minhas clientes para vender sempre alguma coisa, uma joia, um anel, um colar, ãh ãh. Quando eu não estou na loja, que tem o o período de alto e baixo, né, agora, por exemplo, é baixo, não tem mais, então eu continuo trabalhando em casa. Uhum E vendo coisa em casa.
E essa loja que você montou dentro do hotel é
Não é minha.

Eu tive, eu tive uma loja de lingerie, tive as minhas galerias, mas hoje como hoje, eu prefiro trabalhar como, ãh, como se diz? A pública relation para essa senhora que tem aqui a proprietária.
Voltando um pouquinho só, você comentou com a gente... que você percebeu a sua, ãh, facilidade ou, em termos profissionais, né, que na verdade o que você deveria ter ficado como relações públicas mesmo e você descobriu isso depois de casada. Como é que você descobriu isso? Conta um pouquinho para
Porque quando eu conheci meu marido, meu marido era um... um homem de campanha, como se diz, da cidade pequena da Itália. Tinha a galeria dele e tudo, mas não era um homem assim. E eu comecei a empurrar ele. Vamos fazer isso com os meus conhecimentos que eu tinha feito em fazer isso, vamos fazer Eu comecei a notar que eu tinha um potencial enorme para fazer contato, uhum, com as pessoas. Então, eu pegava os contatos e ele vendia. Às vezes eu vendia também. Mas, eh, eu tenho essa facilidade enorme para conhecer as pessoas. Porque querendo ou não querendo, por exemplo, às vezes eu vou em férias e não quero falar de trabalho. Vou, quero relaxar. Mas então não é possível, <laughs> porque tem sempre alguém que aparece na tua vida que aí você já começa a falar de trabalho, isso e aquilo, e aí cai no trabalho, não faz férias, não faz nada. É essa potencialidade de de de de de de de conversação. Eu não sei explicar. É o contato, né, com as pessoas. E não é todo mundo que consegue. Eu, certas vezes, eu me rendo conta disso. que vem automaticamente e instintivamente, né? Então deveria ter esfru, desfrutado. Uhum. Desfrutado? Uhum. Essa... melhor.
Pois é. Já já falo melhor. Me fala uma coisa, Bel. Qual é a sua atividade mais importante hoje na sua vida? Qual que é a coisa que você faz com mais, assim, vontade, que você acha que é a mais coisa mais
É vencer o processo com o meu marido. Porque eu fiquei com ele vinte e dois anos anos, ele me deixou há cinco anos atrás, e por uma questão ou outra não quis, eu sempre engoli, engoli, engoli, mas injustiça não, porque eu sempre trabalhei com ele e ele nunca me deu um tostão. Então, eu denunciei meu marido dois anos atrás, porque ele me deve muito dinheiro e eu quero vencer essa causa com ele. Eu estou movendo mar e monte e não vou deixar. Porque eu acho que eu passei um terço da minha vida com ele, trabalhando para ele, e por mão dele, sem ganhar um tostão. Eu acho que não se faz isso. Então, agora, essa é a minha, é a coisa que eu quero mais, que eu trabalho. Eu peguei como se fosse um trabalho isso. Com os advogado, as cartas e nisso. Uma pesquisa que eu estou fazendo para provar... Uhum. ...tudo aquilo que aconteceu.
E essa pesquisa, você você está pegando informações das várias pessoas que vocês venderam as coisas?

Não só. Não, eu estou fazendo pesquisa para provar que ele tem dinheiro e que ele tem que me pagar... Uhum. Os meus direito.
Ele... E esse processo está ocorrendo em Mônaco?
É, com os meus amigos mesmo. Eu estou movendo mar e monte. Até o... até o... como como se diz aqui o... o advo o o presidente da, advogado de Mônaco, que pegou o meu caso. Com o coração mesmo, esse ano, para me ajudar.
E me fala uma coisa, Bel. Eh... Você falou que hoje a coisa mais importante na sua vida... É vencer essa causa.
Porque é uma coisa de princípio, não é nem tanto pelo dinheiro. É para mostrar para ele que ele sem mim, ele também pode ter problemas, porque nós dois andávamos bem se juntos. Hm. Entendeu? E, não eu não, muita coisa que ele fez que eu não quero guardar rancor, porque eu não sou ruim de natureza, sabe? Eu até rezo para tirar isso de dentro, mas eu, é mais forte do que eu, não consigo. Eu parti por uma estrada e eu quero conseguir. Quero conseguir para mostrar para ele que eu consegui viver lá sem ele, trabalhando com uma filha, nossa filha, e que eu ajudo muito. E e são poucas. Acho que em Mônaco não tem nenhuma mulher que vive sozinha, mantendo a vida de Mônaco, que é caríssima, sem marido. Acho que não tem. Acho que não existe. Acho que eu sou a única.
E a sua filha, ele ajuda a sua filha ou não?
Ultimamente, não. Ele paga só universidade, mas não é nada. Não é nada no confronto que é vestir, comer, ãh, tirar carteira agora. Tudo, tudo, vestido, tudo lá é caro. Aluguel. Aluguel, só de aluguel eu pago dois mil e quinhentos euros por mês. É dinheiro, hein? É, ô! <laughs>
É dinheiro. E me fala uma coisa, qual é a sua principal preocupação hoje?
Ãh, a coisa que eu tenho mais medo...
Ou preocupação, ou medo.
Me inquieta... É. É ficar velha sozinha. Eu não quero ficar sozinha. Tenho medo de ficar velha. Não quero ficar velha sozinha. Isso é uma coisa que eu não gosto de pensar. Não gosto nem de pensar. Detesto ficar sozinha. Mas não sozinha na companhia de um homem, sabe? Ter alguém do teu lado.
Uhum.
Ou uma amiga, ou um amigo, ou um namorado, ou um marido, ou um filho. Ficar sozinha, para mim, deve ser uma coisa terrível. Eu, quando fico, às vezes, uma horinha sozinha em casa, eu fico ãh

eu já quero sair.

<laughs> É

Eu queria fazer uma pergunta para a Bebel. Pode. Bebel, você é uma mulher muito bonita. E você viveu muito tempo na Europa, e uma mulher brasileira. Eu queria que você falasse da sua percepção do que é uma mulher brasileira vivendo na Europa, né, você citou em algum momento que em Milão você sentiu, né, alguma coisa em termos de preconceito. É. Lá, né, no norte da da da Itália. E eu queria que você falasse um pouco para a gente a sua experiência de imigrante, né, na na na Europa. teve problemas com isso? Não. Eh, ou ou... Não

falam comigo. Não foi comigo. Eu percebi com os outro. Porque, na realidade, eu não fui imigrante lá. Porque logo eu casei e tive a cidadania italiana por casamento. Quer dizer, é diferente. Imigrante é aquele que migra... para trabalhar e depois de vinte anos, trinta anos, que dão a naturalização, eu não sou naturalizada, eu tenho passaporte, ãh, italiano, quer dizer, mas eu vejo assim como eles se... como se diz em brasileiro, meu Deus, em português, eh, como eles falam do estrangeiro, do imigrante mesmo, o marroquino, o tunisino, eles são extracomunitário, eles dizem, não imigrante, extracomunitário. Então, eu acho muito racismo de fundo, e a Itália muito menos, porque na França eles são mais. Mas mesmo assim, você vê o pontinho. Se vai em Roma, Nápoles, não. Mas Milão, toda essa cidadezinha do norte, basta ver a minha sogra. A minha sogra não dizia que eu ia ter um filho negro? Quando eu estava grávida da Vitória. Ela dizia, ai, quem sabe vai nascer um mulatinho, um um negreto. Você tem alguém de cor na sua família? Falei, não, não tenho. Mas se nascesse, é a raiz. Qual é o problema? De fundo, porque ele é do norte, o meu marido também, né? Ferrara é norte. Eles têm preconceito de cor, hein? Eles têm preconceito.
De nacionalidade, você percebeu algum tipo de preconceito da na
Tudo que é estrangeiro, eles têm preconceito.

Brasileira, na época, então, ai, tem a fama de tirar o marido dos outros. Uhum. É. Como é isso? Tinha na época, né? Aí melhorou porque chegaram as russas. E depois... Não, eu não estou brincando. Depois que chegaram as russas, aí acalmaram com as brasileiras.
E essa coisa, eh ah, acho que a você está tocando uma coisa que E a gente queria ver, assim, da, não da sua experiência, mas do que você pôde perceber porque tem muito essa coisa do preconceito da mulher brasileira, vista como, até como prostituta... É, mas tem E mesmo
Tem bastante.
E também com relação à homossexualidade, né, dos homossexuais que vão para
lá. Isso é em Paris. Paris está cheio.

Mas Paris está cheio de travesti brasiliano brasileiro.
E você per você conseguia perceber uma um certo
Tem bastante. Lá em Por exemplo, eu moro em Mônaco, eh Mônaco A Lourdes viu a minha casa. A França você desce a, você sobe a escada, você está na França. Se você desce, está na minha casa. Uhum. Porque Mônaco é assim, né? Hm. Comprida. Quando você sobe, as brasileira que vão para fazer prostituição moram tudo em Boussoleil. E tem bastante brasileira que faz prostituição.

Bastante.
Você disse que tem aproximadamente cinquenta brasileiros lá. Eh... Além dessas brasileiras que você conhece, que que fazem prostituição... Ah, mas não
são residente em Mônaco. Os que são residente em Mônaco são casados... com filhos, é diferente. Porque Mônaco é proibida a prostituição. A Vilarde tem, que elas descem da França e vão lá procurar os homens cheios de dinheiro, mas eles não dão a residência para elas, tem que ficar, manter a residência na França. Mas você apenas você olha para ela, você vem, né. Você já vê logo... a diferença, porque elas saem quase meia nuas, né? Assim, shortinho que nem Ipanema, quer dizer, de biquini no verão, eh, uma coisa assim alucinante, quer dizer, dá para ver.
E esses brasileiros que são residentes em Mônaco, eles trabalham com o quê? Assim, eles eh eh eh eh eles estão Eles fazem que tipo de trabalho, você
um que trabalhava com jornal, mas que foi embora. Ãh... Tem uma que agora é casada com um canadês que virou consul do Brasil, honorário. Uhum. Mas ele não é brasileiro, mas eu não tenho amizade com ela.

Para te dizer a verdade, eu conheço bem pouco brasileiro. Como eu te disse, eu faço mais, ahn, beneficência para o Brasil com os italianos. Ah. E com os o pessoal de Mônaco, porque os brasileiros, eu conheço a Silvana, que é uma moça muito legal, que é viúva, e ela é minha amiga. E a Josi, de brasileira, que eu tenho duas, três amigas. Tenho mais.
E elas trabalham com o quê lá?
Uma é casada com um policial que trabalha para o príncipe. É da Bahia. E tem duas filhas. A Silvana não trabalha porque ela ficou viúva. Faz, ahn, dona de casa. E quem é a outra? A Lourdes que eu conheci, mas eu não vivo em Mônaco. A Ângela não vive em Mônaco. Que vivem em Mônaco, de brasileira... conheço, mas de vista, não tenho amizade. Uhum. Eu não tenho muita amizade com as brasileira de lá de Mônaco.
E hoje você... Você estava contando para a gente um pouquinho que, assim, que hoje você trabalha com essa coisa de jóias, tal. E que que você faz para se divertir em em O que que você faz para sair, como conta um pouquinho para a gente. Ah, tudo.
Tudo. Tenho Bom, porque Mônaco é muito pequeno. Sendo que eu tive uma galeria de arte, trabalhei tantos anos com o meu marido como publica, Continuo, os convites chega todo dia. Tem o coquetel, tem o vernissage, tem a ópera, tem ballet, tem a soiree. Veio o Caetano Veloso agora em julho, nós fizemos uma mesa. Tinha eu, Silvana, de brasileira, e o resto tudo francês e italiano. Quer dizer, foi um show maravilhoso do Caetano. Veio a Xuxa, uhum, ahn, lá e teve uma soirée. Tem sempre... Todo dia, se você quiser, você sai em Mônaco. Todo dia tem uma soirée. Todo dia tem uma apresentação de um livro, uma apresentação de um quadro. de forma cultural, de forma de divertimento, uma soirée brasileira, uma soirée mexicana, uma soirée, uma e e soirée beneficente para ajudar as crianças da África, da Índia, do Brasil. Todo dia, se você querendo, tem.

E seu ma ex-marido continua morando
Ele mora lá, mas ele não faz mais vida social porque eh porque sou eu que faço. Quer dizer, ou vai um ou vai outro, né? Normalmente é o marido que fica. Dessa vez foi o contrário. Eu bloqueei ele. <laughs> Cheguei primeiro eu, então ele não frequenta. Ele está com uma outra moça, mas ele não frequenta a vida social mais. Sabe, na realidade, eu que não quero muito co conhecer brasileira, porque quando meu marido separou de mim, eu abri uma loja e e fique ia fazer uma sociedade com uma brasileira. Essa brasileira foi embora e me roubou quarenta mil euros. Eu digo roubou, porque tinha que ser metade dela, metade meu. Ela foi embora e eu que assumi a dívida. Quer dizer, daquele dia em diante, eu com brasileiro, sempre gostei de brasileiro também, eu fico muito... na minha, porque, olha, vou te contar, ela me trabalhou três anos, hein, para fazer isso. Fez acreditar que ela era a minha amiga e irmã do peito. No final, olha aí, morri com quarenta mil euros. É tanto.

Aí, por isso que eu fico assim, um pouquinho com um pé na frente e outro atrás. Entendeu? Porque não é fácil. Como saiu no jornal, muitas coisas no jornal, a Bebel, presidente da bê eme, muito brasileiro vinha me procurar. E eu ajudava, tinha mania de ajudar todo mundo, eu ajudava todo mun, eu ajudava Numa dessas... Acabou dançando. Pois é, acabei dançando.
Me fala uma coisa. Hm. Qual é a característica, por exemplo, eh, que você vê de diferente, por exemplo, do italiano para o francês? No caso, né, de você ter vivido em cidades italianas e apesar de ser... Que é metade uma e metade outra. É. Qual que é a di grande diferença, o que você acha? Eu prefiro ita

Sou muito italiana. Italiana no comer, no se vestir, na no no gosto da casa, o modo que se penteia... primeiro porque eu morei muitos anos na Itália, segundo porque eu tenho a nacionalidade italiana porque eu penso em italiano, sou em italiano, raciocino italiano, tudo para mim, eu não sei, eu acho bem melhor os italianos em todos os sentidos, até os clientes melhores são italianos Porque o italiano tem o gosto da casa bonita, o gosto de se vestir bem, ahn, gosta de gastar. O francês é pão duro, se veste mal, é sempre nervoso, são sempre muito... como se diz? Ahn, presunçosos. Tudo deles é melhor e ao invés não é nada disso. Não é nada disso. É... Em todos os sentidos, eu prefiro a mentalidade italiana.
Me fala uma coisa. O que que você acha que lá é muito diferente daqui? Dessa tua experiência de vida O que você achou que é muito diferente lá do que aqui, por exemplo? Tempo
Em senso positivo ou negativo?
Dos dois.
Bom, positivo... Positivo lá ou aqui?

O que você acha dos dois lados, você pode fazer uma comparação, entre O que que é, o que que você acha que é tão diferente de lá e que foi positivo na Europa e daqui do Brasil? Sabe?, Você da o...
Na Europa, para mim, positivo foi que você abre a cabeça, a mentalidade entra em um outro pique, ah, tem outro sistema de trabalhar, você é mais ativa. Ãh... O Brasil, sendo um país muito quente, é tudo muito calmo, muito lento. muito longo, tudo demora. Isso é uma coisa negativa que eu detesto quando eu chego aqui, uhum, porque eu estou no outro pique, entendeu? E tudo lento, tudo, você fica, espera uma hora na fila do correio, uma hora na fila da não sei o quê, uma hora, é, sabe?

É diferente, é um outro pique. Isso é uma coisa que eu acho negativa aqui no Brasil. O povo, que eu adoro o Brasil, não tem muita vontade de trabalhar. Em geral, né? Digo, o povo, a massa. Poderia ser o melhor país do mundo, o Brasil.
Quem sabe se daqui uns dez mil anos... <laughs> E, em termos de positivo aqui, que lá você não encontra?
Aí é a alegria do povo, né? Também tem o o roverso da medalha. Alegria. Até nas coisas mais simples você se diverte. É coisa que lá não tem. Lá todo mundo é muito mais, é ãh como se diz, mais ah fechado. Você não pode, mesmo morando em uma cidade de praia, um exemplo um exemplo próprio pequeno, você não pode sair da praia de Mônaco vestida em parioco, só com sutiã, porque não pode. Fica todo mundo te olhando como se fosse marciano. Aqui você vem em Santos e vai todo mundo meio nu. Vai só com shortinho, sutiãzinho, tudo. Ninguém liga para isso, como você está vestido, como você não está vestido, se você está de chinelinho, não está de chinelinho, essas coisa. A liberdade é a coisa positiva que tem o Brasil aqui. Eh É uma coisa que compensa a outra
E você avaliando a sua, esse processo de vida, de migração, eh, qual é o saldo que fica disso? em termos sabe? Eh... Se você, olhando para trás, você fala, olha, a migração o que que me trouxe de vantagem? Qual que é o saldo que me trouxe na minha vidao fato de eu ter conseguido emigrar, entendeu?
Eu não emigrei. Porque eu não fui migrada para lá. Eu fui para ficar três anos e voltar. Depois eu conheci meu marido e me casei. Quer dizer, eu não estava no programa ficar lá.
Mas, assim, essa sua mudança de vida, o que que ela traz de significativo? O fato de você sair de uma, de deixar de morar no seu país para ir morar num outro, que tudo bem, você conseguiu a cidadania e tudo, masm o que que te trouxe de vantagem?
Como é que você, olhando para isso, falou, olha, isso foi muito... A vantagem pode ser que, ah, vivendo todos esses... A vantagem é que eu casei e fiz uma filha maravilhosa. E isso, para mim, é o melhor presente que Deus me deu. Vale mais do que qualquer dinheiro do E isso uhum não me arrependo de ter feito. Segundo, que daqui cinco anos, quando eu pegar minha aposentadoria lá e vier viver aqui, eu vou ver bem melhor. Isso pode ser uma coisa positiva, que uhum a experiência de lá pode me dar uma velhice mais tranquila. do que ter ter trabalhado aqui durante a minha vida inteira para pegar uma pensão de quatrocentos reais ou de quinhentos reais. Já vale alguma coisa. Depois que que pode ter sido de positivo falar uma língua duas línguas diferentes, uhum, francês e italiano, culturas diferentes, aprendi tanta coisa. Até o meu matrimônio, que foi, ah no final, bastante negativo, teve teve várias coisas positivo, que eu aprendi com o meu marido. Tanta coisa cultural muito interessante. como aprender a distinguir um quadro antigo de um quadro moderno, saber distinguir um arazo de mil e quinhentos, mil e seiscentos, mil e setecentos, estudar tudo sobre as joias. Tanta cultura. Foi uma evolução que talvez aqui no Brasil não teria nunca feito. Talvez estivesse aqui, ou te teria talvez aqui no Brasil teria feito um programa maravilhoso e hoje fosse famosa, talvez não, não sei. Mas até agora, de de mulher normal, tipo ah ci cidadã normal, aprendi muita coisa que aqui, talvez no Brasil, não tivesse aprendido. Tanta coisa que só lá, vivendo lá, você pode aprender, né. Uhum, que É o dia a dia. Como conhecer Roma durante três anos e meio, não tem dinheiro que pague aquilo. É uma cidade que tem três mil e quinhentos anos. São tantas coisas que você pode aprender lá.
Você teve oportunidade para viajar para outros lugares da Você foi para outros lu Fui.
Fui para a Grécia, fui para a Alemanha, fui para a Suíça, fui para o Bélgio, fui para o Canadá. Fiquei vinte dias no Canadá. Detestei. Eu nunca vi um frio tão grande na minha vida. Quase morri. Fiquei doente e tudo. E você só tem que andar naquelas coisas subterrâneas, você não vê a luz do dia. É horrível. Nossa, quase morri.

O meu amigo congelou até o bigode.

Ele ficou com o bigode congelado. <laughs> Estava menos A coisa, olha, eu vou te contar. Quando não chega a menos quarenta, aquele salário, né? Chega o inverno daqueles violento. Horrível.
Vamos já finalizando aqui. Eu queria falar o seguinte. Qual é o seu maior sonho? Quais são os seus maiores sonhos? Os seus sonhos?
É. Bom, o sonho... Não sei se eu tenho um sonho. Olha o meu sonho. O que eu quero ver realizado é ver minha filha diplomada, que ela esteja bem, que se ela case, se ela decidir ficar em Mônaco, que ela arruma um emprego muito bom, porque falando quatro línguas eu acho que ela não vai ter problema de sobrevivência, uhum, falando e escrevendo como que ela é, e com computador e tudo. E basta ver minha filha feliz, porque eu realmente não tenho mais sonho nenhum.

O que eu tinha que fazer eu já fiz. Não tenho nenhuma... Pode ser que daqui a um ano eu mude, porque para mim continuar andando, eu preciso ter um amor. E como eu não consigo mais me apaixonar por ninguém, porque não sinto mais aquela coisa que eu sentia, se eu não tenho um amor na minha vida, eu não tenho nenhum projeto, entendeu?

Eu queria tanto me apaixonar outra vez. E por que você não Não consigo. Estou bloqueada. Não sei explicar. Olha que eu provo, hein? Mas não consigo. <laughs> Não consigo. Provo, mas não consigo. Penso que vou me apaixonar, depois não me apaixono. Fico <laughs> Bom, qual melhor qualidade? A minha melhor qualidade? Acho que é não guardar rancor. Falo, falo, falo, mas não faço nada. E seu maior defeito? Impulsividade.
Por que que você acha que é um defeito?
Porque, às vezes, com a impulsividade, você pode fazer algo pode ah ah vou te contar, pode fazer um desastre, um maremoto. <laughs> Meu maior defeito é a impulsividade. E agora eu estou tentando, sabe, pensar dez, mil vezes antes de falar, porque certas vezes é melhor ficar quieta e não falar. Né, mas como eu não tenho pelo na língua, aí eu vou e falo certas coisas na hora errada. E isso é o maior defeito do mundo. Depois eu fico com raiva de mim mesma. Por que que não ficou com a língua dentro da boca?

O que você faria se você pudesse voltar no tempo? Você mudaria alguma coisa em sua trajetória de

Mudaria. Talvez a minha impulsividade de ter ido embora do Rio de Janeiro <laughs> devia ter ficado <coughs> mais dois anos antes de fazer tudo com a testa quente, com a cabeça quente.
Se você, como é que você, eh, o que que você acha que você poderia ter feito diferente no processo que você viveu no Rio que talvez você não fosse embora?
Não, eu estava tudo bem. Eu só não deveria ter ido embora do Brasil naquela época. Deveria ter esperado mais um pouco. Talvez a minha vida teria mudado. Mas, como se pode sempre, ãh, se pode dizer, não lamentar as coisas passadas, mas, se voltasse atrás, talvez eu tivesse esperado antes de ir para Roma. Tivesse esperado mais dois, três anos.
Isso é uma coisa que... O que que você acha que teria mudado na sua vida?

Talvez. Talvez. Talvez. Talvez sim, talvez não, mas pode ser.
que sim. Você quer fazer alguma finalizar, eu queria que você falasse o que que você achou de dar essa entrevista para a gente. Ah, achei legal
Ah, maravilhoso. Depois eu vou olhar com calma. Aí, quem sabe, vai me motivar a escrever um livro, que eu posso falar mais coisas que eu não
falar aqui. <laughs> Então, eu queria agradecer a sua foi muito bom para a gente. Obri

Para mim também. E... Foi muito bom conhecer você. A Lourdes já conhecia. <laughs> Ela sabe, na hora que ela quiser, ela tem uma casa em Mônaco. E foi ótimo.
Que bom. Obrigada, Bel.
Obrigada a vocês.